E você morava com seus pais, com seus avós, como

É...Mo morei muito tempo eh no no terreno do meu avô, junto com os meus pais e Ih... logo depois que eu nasci, um tempo depois, eles compraram um terreno bem próximo ali e construíram. A gente morou ali por vários anos.
E o seu avô era seu avô paterno?
É meu avô materno. Meu avô paterno já faleceu, né, um pouco antes de eu nascer, assim uns dois, três anos antes de nascer. Ele faleceu ih... só tenho minha avó paterna. Meu avô e minha avó materna são são são vivos. Entendi.
E que lembranças você tem do seu avô e da sua
Do meu avô paterno, nenhuma. Da minha... da minha avó eh materna e do meu avô materno, eles são mais novo mais novos, tem sessenta e poucos anos, então são bem novos ainda ih... Agora a minha avó paterna já tem setenta e seis anos, então já tem uma história de vida um pouco maior. Os bisnetos dela já tem alguns que são quase da minha idade, né. Então, são bisnetos e já está quase tendo um filho e já está indo para os tataranetos e ela está aí. Então eh... também tem uma história. Assim, eu gosto de sentar, às vezes, e ouvir eles falar, né, falar sobre coisas que já aconteceram, que a gente nem tem noção, né? Mas que é bacana. Eu gosto de sentar e ficar ouvindo bastante história, assim, é legal.
O que que você lembra dela ter te contado assim? Deles terem de contado
Meu avô ele, ele conta muita história assim, né, <laughs> sem explicação assim. Principalmente esse pessoal que vem do do interior do Brasil, tem muita história aí. Principalmente histórias que não não não são verídicas, mas que são engraçadas e que fazem você refletir também. E a própria história de vida deles, né, que é um aprendizado para a gente que, assim, Para eles, quando meus, meus pais eram bem novos, não tinham nada, né.

Né, e, para você ter uma ideia de como era difícil a situação, o meu tio passava no viaduto aqui perto do Ceasa. E ele era office boy ali, trabalhava ali, né? E ele... ficava imaginando se um dia ele ia passar por aqui com o carro dele. Não é? Então era, a situação era muito difícil. E até outro dia, quando eu fiquei internado aqui, ele passando com o carro e lembrou da situação. Ele até chorou na hora e tal, porque... como mudou a situação né

Você comentou que vocês chegaram a viver no mesmo terreno. É.
Só que eu era recém-nascido. Né, na verdade, meus pais tiveram muita dificuldade assim que casaram, né, a gente não tinha nenhum terreno, nenhuma casa.

E aí comprou, né? Meu pai, graças a Deus, sempre, né, nunca foi de ficar sem sem trabalhar e sempre procurou trabalhar e ele faz serviço de pedreiro, né? Então ele trabalhava fora, trabalhava construindo, né? A casa que a gente tem hoje ele que construiu praticamente sozinho, né? Só a parte mais pesada, assim, que teve ajuda, mas praticamente sozinho ele construiu, né?

Também ele que está mexendo lá, mas ele que faz tudo e ele é muito, assim, eu tomo como exemplo mesmo, né? Quem não toma os pais como exemplo, <laughs> mas ele, assim, eu tiro o chapéu porque ele trabalha bastante e é um exemplo mesmo para mim.
Você comentou, então você viveu muito pouco tempo no terreno. Isso.
Isso, aí logo a gente já passou para para a outra casa e construiu um salão. A gente começou a morar ali, né. Era um salão bem grande e E o princípio era construir a casa em cima. Então eh... assim, eu tenho mais dois irmãos. E... foi assim tudo bem planejadinho. Foi cada um em uma Copa. Foi eu na Copa de noventa, meu irmão na Copa de noventa e quatro Então, foi quatro em quatro anos. Até a minha irmã nascer, a gente morava no salão ainda. Então, eu tinha oito anos. Até ela nascer, a gente ainda morava lá. Assim que ela nasceu, passou pouco tempo, a casa em cima do do do salão já estava pronta, a gente passou a morar aí em cima ãh... Eh... Então, praticamente assim, minha infância, que eu morei aqui, foi praticamente quase tudo eu morei ali naquele naquele salão e tal, assim Lá foi que a gente foi se desenvolvendo, foi crescendo ali, era simples, tal, mas, eh foi bacana. Tinha vezes que o pessoal jogava bola em frente e era uma porta de aço, batia na porta lá e minha mãe queria rasgar a bola. Até ela já chegou a pegar a bola do pessoal, queria rasgar e tal. Era bacana. E a minha avó morava assim, o terreno que a gente morava da minha avó em minha casa era em frente, né, então dava para se comunicar assim, gritando ou olhando, dava para se comunicar de um lado para o outro e sempre teve um contato assim com a minha avó materna e meu avô materno, sempre teve esse contato muito forte, porque morava, desde que eu nasci eu morava ali, né, então tinha um contato muito forte. E sempre andei junto, dormia lá, né, então era bem legal. Aí depois que mudou, sentiu um pouco, né? Sente bastante, porque você fica longe, né? Você está acostumado perto ali, fica longe de uma hora para outra. E, assim, desde que eu morava ali, sempre gostei muito de estudar, né? E eu gostava de me dedicar mesmo no que eu fazia e tal. Aí eu estudava, comecei a estudar no pré e eu fui o primeiro neto, né, materno. Então era tudo paparicado, né? No pré, comecei no pré e tinha tudo. Assim, tudo vermelho, né? Era o uniforme vermelho, então tinha bota, tinha meia, tinha, né, a calça, camiseta, tudo Chapéu, tinha tudo. Então, como eu era o primeiro, né, então os tios, tudo da parte materna, eu era o primeiro. Ih... Então, sempre era assim. Eu comecei no no pré, aí depois foi vindo os outros. Depois de dois anos, tem outro meu primo. Meus avós maternos têm dez netos. Deles eu sou o primeiro, ih... Aí depois que foi vindo os outros.
Deixa eu te perguntar uma coisa ainda, desse salão. Você começou a falar do futebol. O que mais você lembra das brincadeiras nesse lugar? então, eu... a gente
Então, eu brincava muito ali na rua também. Aprendi a andar de bicicleta, jogar bola <coughs> A gente fazia eh muitas amizades também. A rua era uma rua sem saída, né. Então, a gente brincava ali, lá no final da rua, que era sem saída também. Então, por ser meio sem sem movimento, por ser sem saída, A gente brincava bastante bola, né? E assim, eu assim tinha facilidade para conquistar amizades e tal. E todo E todo o pessoal que mora ali ainda, moram lá ainda até hoje eh, cresceu junto, né, praticamente. Então, desde era tudo na mesma idade, então foi crescendo, crescendo todo mundo junto. E, assim, sempre foi as brincadeiras ali, era o pessoal ali mesmo. Eh... E, assim, eu gosto muito da da da parte da da escola, né, que que eu ia para para escola, assim, e me faz lembrar, pensando nisso, me faz lembrar eh os ônibus, né, pegando ônibus e discutindo sobre figurinha, desenho. Era era bacana. Meu meu Minha mãe nunca precisou trabalhar. Agora ela trabalha, mas ela não, meu pai sempre quis que ela ficasse em casa cuidando da gente e tal. Então ela sempre... sempre cuidou de mim, dos meus irmãos. Depois que ela casou, não trabalhou. Agora ela trabalha porque já são bem grandes assim, já dá para se virar. Mas antes, até uns um ano e pouco atrás, ela não tinha trabalhado ainda. Não trabalhou depois né, do casamento. Então ela sempre cuidou da gente, sempre estava junto, né. Até por isso acho que ãh o nosso desenvolvimento, porque geralmente a gente vem de uma classe um pouco desfavorável da sociedade ih e na maioria das vezes você só tende a ir para o lado contrário. Eu também sou tenho uma religião, sou evangélico da Congregação Cristã no Brasil, então também ajudou bastante. Né, você vai seguindo um caminho que daí você tende a prosperar. E eu sempre pensei assim, desde quando eu era criança eh... Bom, meus pais não tinham nada. Quando começaram não tinham nada. Hoje me proporcionaram muitas coisas, né, boas, né. E E do que o pai dele proporcionou para ele, ele já me proporcionou muito mais, né. Do que os pais deles proporcionaram para ele, já me proporcionaram muito mais. Então eu tenho que proporcionar muito mais do que eles me proporcionaram, né. Então por isso que eu tento né estudar bastante. Desde pequeno sempre fui na escola, sempre procurei tirar boas notas Eu pensava sempre isso, então tem que proporcionar muito mais, né. Se ele conseguiu conquistar duas casas e conseguiu dar o estudo para todos os filhos, eu tenho que conquistar mais, eu tenho que dar um estudo melhor ainda, né. E o meu filho tem que ser melhor do que eu. <laughs> Né, eu estou lutando para isso, ele tem que ser melhor do que eu.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala dos seus pais com bastante admiração, fala um pouco do casamento. Você sabe a história dos seus pais? Como eles se conheceram?
Então, até é interessante, porque, na verdade, se não fosse Deus, né, eu não estaria aqui hoje contando isso para vocês. Meu Minha mãe, quando ela era muito novinha, ela se queimou. Então, ela teve queimadura de terceiro grau e queimou todos os seus órgãos, né. Ela foi pegar, guardar uma bolsa e era lamparina ainda. E a lamparina desceu no no seu vestido e era vestido de teol pintado com tinta óleo. Então queimou tudo, misturou vestido com pele, queimou tudo, mas queimou mesmo assim assim. Foi desenganada pela medicina, né, não teria mais vida e não poderia levar para casa para morrer em casa, né. Aí Deus ajudou, que nessa época meus meus avós já eram crentes, né, e muita fé eles tiveram. Ela foi melhorando, né, aquilo lá passou. Chegou a época de casar, os médicos falavam que ela sobreviveu, né, por Deus, foi um milagre. Só que ela não poderia ter, não tinha nem assim, poderia tirar da cabeça dela de ter filho, se ela casasse não poderia ter filho de jeito nenhum, né, porque... Não seria estéreo, mas o tecido do, porque foi tirado da perna para colocar aqui, porque não tinha. Então o tecido era muito frágil, não teria condições de ter filho. Aí, né, também por Deus, uma vez até foi profetizado e tal que ela teria filho e o primeiro filho dela se chamaria Samuel. E.... ela teve um filho, teve três por falta de um, né. <laughs> Teve mais, teve teve três. Então foi assim uma história que marca muito nela. Até hoje tem as cicatrizes, né, para ela não esquecer. Só agora, há um tempo atrás que, por causa de algum implante que ela fez no seio, daí deu problema, né. Suspeitou até de ter um tumor. Mas, graças a Deus, não teve nada, então, aí

Até a quinta série eu estudei lá. E, e Aí a gente teve alguns alguns problemas e meu pai sempre teve vontade de mudar para o interior. Aí a gente pegou e falou ah, então a gente vai para o interior tentar lá, né? Saímos sem nada, praticamente assim, sabe. Tinha casa aí, né? Mas meu pai saiu sem, lá não tinha emprego, né? E a gente comprou uma casa lá. Mas, eh... assim, sempre o casamento foi foi foi muito, assim, legal o exemplo, né? E é bacana a gente ver, assim, já são vinte anos de casados.

Eu tenho dezoito, vou fazer dezenove esse ano e eu nasci um ano depois, então são praticamente uns vinte anos já de de casados.
Deixa eu te perguntar, você estava falando uma hora da do ônibus para a escola e lembra das conversas, o que mais?
Assim eh, de coisas da infância, assim, eu lembro eh, assim, quando você vê as fotos, né, apesar da sua memória de de infância, é complicado você lembrar de tudo, mas vendo as fotos, algumas coisas você consegue lembrar dos brinquedos que você brincava. Aí você lembra, você vê a foto, ah, não, eu lembro disso, né? E... e eu gostava, né? De de ir para escola assim, tinha, fazia os amigos e tal, né? eh... E hoje eu tive uma experiência bastante legal agora, há pouco tempo ainda, eu estou tendo.

E geralmente pega esse pessoal do fundamental aí, essas criançadinhas. Aí você vai e fala, nossa, mas eu era desse tamanho assim, não... <laughs> Não parece, né? Sempre você se vê da mesma forma. Desde quando você era criança até hoje, você se vê sempre da mesma forma. Mas quando você vai e vê, aí você começa a refletir. Não, eu era assim mesmo. Eu só corria na escola, <laughs> eu sempre eh brincava de correr, de lutinhas, esses negócios. Aí você vê a criançadinha e você lembra mesmo que que era daquela forma. as perguntas, chamar de tio, de tia, né? Você vai hoje na escola, ah, tio, tio, ah, eu também fazia isso, né? <laughs> Então é uma experiência legal que você eh tem a oportunidade de lembrar, porque às vezes passa, né? Você vai e cresce e começa a fazer outras coisas e geralmente você nem lembra mais que você fez aquilo, ou você esquece, mas era muito... Muito bacana, sempre gostei. Eu estudei e fiz o pré, né, depois estudei primeira e quarta série em uma escola e a quinta série eu fiz em outra. Da quinta série eu mudei para lá e fiz o restante. E... Nunca fui muito bom em futebol, <laughs> mas jogava também e dava para se divertir bastante.
Desse período até a quarta série, você tem lembranças da escola?
da escola, eu lembro pouca coisa assim Algumas coisas que aconteceram, não ia dar para lembrar ainda, mas são são todas as coisas. Lembro da lembro de quando eu tive tive o meu primeiro computador pré-histórico, mas eu lembro, assim eh, estava acho que na segunda série, e meu pai falou, não eu vou comprar um computador. Nossa, naquela época, né, ninguém tinha um computador. Aí não via a hora de chegar em casa para eh ver o computador, né, para jogar, para brincar, para mexer, aprender. E... Eh... Daí eu lembro de poucas coisas mesmo. Eh... Eu lembro de quando eu ia passar da quarta para a quinta série, né, que nossa, era um negócio totalmente diferente. Nossa, vou passar para a quinta série. Né, <laughs> aí você ficava imaginando a escola que ia, Até eh quase que eu não não vou para essa escola que eu estudei na quinta série, eu ia estudar em uma outra que era um pouco pior, o pessoal falava que era ruim. E essa escola era nova, então só tinha a quinta série. Por ser nova, só tinha a quinta série à tarde. Então, aí eu consegui vaga lá, né, minha mãe conseguiu vaga, eu fui estudar lá. E... também foi por isso que eu conheci a minha namorada, desde aquela época, então eu conheci ela, né, se eu não tivesse estudado. Então, eu eu penso assim, que tudo que acontece, não acontece por acontecer. Sempre vai ter alguma coisa, né, eu sempre acreditei nisso. que nada acontece por acaso. Eu vou eu vou contando para vocês aqui, vocês vão ver que... Poxa, ele foi para lá, né? Aconteceu alguns problemas, fui para lá para hoje poder estar aqui, então... né, tudo que aconteceu assim, eu tomo que não foi por acaso, que tinha que acontecer mesmo. Meus pais... Minha mãe não podia ter filho, teve filho, assim, Sempre estudei, sempre gostei de estudar, sempre tirei boas notas, então não foi à toa. Essas notas que me ajudaram a entrar no projeto hoje, se eu tivesse sido um mau aluno lá, eles pediram um histórico de tudo, né. Então, tudo uma coisa vai vai se encaixando, se encaixando, que nem um quebra a cabeça e vai chegando.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui de São Paulo. Quando vocês começaram a casa, era só um salão. Você viu a casa ser construída de alguma?
Até eu brincava assim no terreno de cima, hoje é bem grande lá, não tem mais tinha isso, mas tinha um salão e em cima tinha um terreno, ficavam umas galinhas, até tem as fotos deles, ficavam as galinhas e eu ficava brincando com, lá em cima. Antes eu era sozinho, né, minha irmã era muito pequena, não dava para brincar, então eu brincava sozinho lá. Aí eu fui crescendo ali e meu pai construindo, né, então eu ajudei bastante também, assim, bastante no que eu podia. Fui ajudando, né, no que eu podia fazer, eu ia fazendo, e ele foi construindo, eu fui vendo. É muito legal, porque você vê o salão, né, daí depois toda a casa toda construída, é uma casa grande até, né, tem acho que uns doze cômodos, então é bem grande. Eh... E depois, mais em cima ainda, tem uma área bem grande assim, que pega o terreno inteiro. E... daí nossa, você vai vendo que vai passando o tempo, você vai conseguindo as coisas, né. E para gente que veio do nada, nossa, é uma vitória. Cada coisa que você conquista é uma vitória. E hoje a gente tem ela e tem outra, né. Então eh fica lá, está alugada, né. Mas hoje você vai, assim você lembra, né, da sua infância mesmo, porque foi ali que... eh, depois de um tempo, minha mãe teve que trabalhar, né. E... daí eu tinha umas pessoas que cuidavam de mim e dos meus irmãos, né, que ficavam lá olhando a gente. E... aí eh ficavam e minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava também. Então, assim, no período da quinta série que eu fiquei eh, foi com outras pessoas que olhavam a gente eh Também tinha medo, né? Lá do bairro, lá tinha algumas pessoas que... Até tem uma história que um dia essa pessoa que tava olhando a gente, estava à noite, meus pais estudavam à noite nessa época. E aí eu estava indo para... sentido a igreja lá, tem uma subidona assim, eu fui subindo sozinho e a pessoa atrás, né? A pessoa vindo atrás com a minha irmã. E eu subindo assim, de repente um cara olhou assim, é você que vem aqui. Falei, não, <laughs> deixa eu descer de novo. Aí eu fui para um lado, ele foi. Eu fui para o outro, ele foi. Nossa, eu desci correndo <laughs> <laughs> falei para ela, e ela estava com a minha irmã. Eu nem pensei, eu passei por ela e falei, corre, só corre <laughs> <laughs> Ela não sabia de nada, daí ela veio correndo. Eu nem falei, vou embora <laughs> Eles que corram. Aí entrei para dentro de casa lá, meu pai estava lá, né. Depois que eu vim pensar, nossa, imagina se o cara tivesse pegado ela, ninguém ia saber. Só corri e passei em vez de ir. <laughs> Mas eh assim, foi foi bacana, né. Depois eh, meus primos moravam todos perto também, então tinha contato com todos eles. Hoje já não, já moram todos distantes. Eu tenho assim, Pelo que eu vejo, né, dos meus pais, os primos deles não têm muito contato, né. Então, eu sei que, né, vai caminhando as coisas para você perder o contato mesmo. ter um contato tal, mas ser bem distante, que nem meus filhos já não vão ter contato com meus primos como eu tenho. Então eu acho que é uma coisa ruim assim, eu não gosto muito, mas você vai vendo que vai ficando difícil, né, e era gostoso. Eu gostaria de dormir na casa dos meus primos, né, brincava com eles, jogava bola, descia no barranco com papelão, né? eh... Então era bacana e daí você vai perdendo contato, né? Vão crescendo, vão tomando outros rumos e aí essa parte é uma parte meio triste da história, né? Que você vai ficando sem ligação.
Você falou do nascimento do seu primeiro irmão e como é que foi ter um irmão?
É ruim, né? Na verdade, já entendi um pouco, mas mesmo assim ainda saiam os os nariz cheio de dente, né? <laughs> Mordia e brigava. E é complicado, meu irmão mais novo, né? Vai... E depois vem a minha irmã ainda, né? Minha irmã ainda eu defendia tal <laughs> porque era mais nova, mas ele, a gente sempre tinha conflitos , né, e brigava mesmo. Mas a gente brincava também. Hoje a gente lembra das coisas que a gente brincava. Tinha dois velatrolzinhos lá e no salão ainda a gente brincava. Fazia uma pista de corrida dentro de casa <laughs> e meus pais saíam para para a escola e ficava eu e ele. E minha irmã é outra pessoa que cuidava. E aí a gente ficava brincando ali. Na época, na televisão eu lembro que passava chiquititas ainda, né? <laughs> E daí a gente ficava... ficava lá. Fazia pista de corrida e dentro de casa a gente ficava brincando aqueles velotrolzinhos lá. Mesmo sendo quatro anos de diferença ainda dava para brincar e tal. Mas a gente sempre tinha os desentendimentos. Não é normal. Agora que ele está crescendo, já está com quinze anos, né? Então já tem uma mente um pouco mais aí, não briga tanto. Às vezes ele dá uns cinco minutos assim que, <laughs> mas num, já é diferente. Mas sempre é legal porque você pode compartilhar as coisas, hoje mais ainda, né? Hoje se eu vou sair, aí eu já falo, vamos junto, né? Mas antes era um pouco complicado essa situação. Ele sempre foi muito diferente, né, lá em casa ele sempre foi diferente. E minha irmã já parece muito comigo, meu irmão já não. Ele é moreno, né, não tem nada a ver comigo. Ele parece mais a família do meu pai e não tem muita coisa a ver comigo. E os pensamentos dele também são muito diferentes. Nunca deu problema nada, mas ele sempre pensa diferente. Então por isso eu acho que tinha muito conflito, né. E hoje ainda tem, pelo modo de ele pensar, né, que ainda está amadurecendo e tal, mas ainda tem alguns conflitos. Você fala, não, vai por aqui, não. Ele quer ir por lá, né, ele acha que lá é o que vai dar certo. Mas eh... a gente sempre, mais do que isso, as brigas normais de irmão, sempre convivemos muito bem ih... Mesmo né com as nossas condições baixas, a gente sempre gostou de viajar, então a gente tem fotos até, eu pegando as fotos para trazer, você vai vendo as fotos de viagens, né, com ele mesmo. Meus irmãos, como os meus pais, viajam para Minas. Aí você vai vendo, é legal, porque Mesmo tendo esses conflitos, a gente se dava super bem. Ia viajar, ah ia os dois juntos, né, e e Chegava lá, tinha as brincadeiras, brincava junto... Então, é legal.
Dessas viagens, você lembra como era?
A primeira viagem, assim... não não lembro, porque a primeira viagem que eu fiz, assim, que eu me lembro e que eu tenho registro foi para o Espírito Santo, né. E eu fui visitar até a minha bisavó, na época ela tinha noventa e poucos anos, ela morreu em dois mil e três com cento e seis anos e E... daí eu fui para visitar, né, meus pais foram. Assim, eu lembro pouca coisa, assim, não dá para lembrar, eu tinha três anos de idade. Eu lembro um pouquinho as coisas, mas vendo as fotos assim, você sabe que você estava lá, né, que tem alguma coisa, algum resquício na na memória que você estava lá, você lembra. E... aí depois que a gente viajou para Minas, quando meu irmãozinho ainda era bem pequenininho, tinha uns oito anos, não, uns cinco anos eu acho que eu tinha. Foi para Minas essa eu lembro um pouco mais. Eu lembro que eu perdi o chinelo no barro, né? Você vai lembrando de algumas coisinhas assim. Tinha uma menina que me beliscava, <laughs> né, não deixava eu brincar com a bicicleta dela eh, que a gente viajou à noite, muito à noite, numa perua velha. <laughs> Então, você vai lembrando. E... depois não foram muitas as viagens, mas eh aí meus irmãos já eram... Depois da outra vez que a gente foi lá, minha irmã já era nascida, era pequenininha, recém-nascida, e a gente viajou para lá também. E agora, então, você você vai vendo que, vai mudando as coisas na cidade, né? Até uma vez eu me perdi quando fui para lá, e perdido eu fui fui e encontrei a casa A gente estava lá no centro da cidade, a cidade é pequenininha, e... me perdi lá, né. Não sei o que aconteceu, só me lembro que eu fiquei perdido. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Aí fuifui andando, andando, andando, até que eu encontrei a casa sozinho. Encontrei, nossa, que sorte. Viajando depois, né, a última vez que a gente foi já era um grande. Meu irmão já era maior, minha irmã já estava bem grande. E ... Em dois mil e quatro, em dois mil e seis acho que a gente viajou para lá, para Minas de novo, para o mesmo lugar. Daí você vai vendo que quanto mudou, né, a cidade, quanto cresceu as coisas ou mudou, né, e... Para onde você passou, para onde você se perdeu, né, <laughs> você vê. É legal.
Para que lugar vocês iam em?
Itapajipe. Bem no comecinho aqui, né? Itapajipe. É... Para Curitiba a gente viajou também já, né? E... assim, eram os pontos que a gente mais, as viagens que a gente mais fazia. Lá tem alguns conhecidos, foi lá que minha mãe eh se queimou. Lá que ela morava, até eu fui na, a última vez que a gente foi para lá, eu tirei foto da da casinha onde eles moravam, ainda tem até hoje a casinha. Era do meu vô, daí ele deixou com o conhecido lá e ainda está lá. A casinha tá do mesmo jeito, né? Do jeito que eles moravam lá, está a casinha lá ainda.
Você falou da sua relação com o seu irmã. Eu falo um pouco da relação com o seu irmã, mas eu queria que você contasse mais.
Então, como é minha irmã, né, e é mulher e tal, muito parecido comigo, minha mãe fala que é minha xerox, né, só que em versão mulher. E... Então eu sempre defendia, né, se ele queria bater eu não deixava e defendia, se se tinha alguma briga eu priorizava ela e ele que, né, se virasse. <laughs> Até depois eh começou meu pai, que que defendia ele, né. Até hoje minha mãe fala que meu pai defendia ele e por isso que Eu sempre eh gostei de tomar... de tomar conta, assim, principalmente em casa, que não tinha ninguém. Desde criança eu sempre faço as coisas. Então, desde que eu morava lá, eu eu faço as coisas em casa. Fazia, agora não tenho muito tempo, mas eu fazia. Desde pequenininho eu nem tinha, eu alcançava a pia, minha avó colocava a cadeira e eu lavava a louça. Lavava a louça e depois, né, quando a gente mudou,

E quem ficava em casa Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. Né, na época, minha mãe teve que trabalhar também, por pouco tempo. E... quem ficava em casa era eu. Então, eu cuidava da da casa, cuidava da minha irmã e do meu irmão.

Buscava na escola, dava alimento, lavava louça, fazia tudo. E até eu começar a trabalhar, com dezesseis anos, eu cuidava, então E eles já não... Eles já eh não não cuidam nada, deixa lá e faz quando quer, quando não quer não faz. E eu sempre me vi diferente dessa situação. Sempre fazia e e não ligava por fazer. Limpava a casa, lavava a louça, limpava o chão, fazia faxina. Eu nunca liguei por isso, por fazer ou não fazer, eu sempre fazia. Até estava comentando com ele que mudou muito a situação, né. Mesmo sendo pouco tempo de diferença de mim para eles eh, mudou muita coisa, assim A tecnologia avançou demais. Na época que a minha irmã eh, olha Dez anos era quando eu tinha um computador, mas era muito velho, eu nunca nunca imaginava entrar na internet. Na internet era uma coisa que eu nem sabia como funcionava aquilo. Eu fiz um curso no começo, com uns dez, onze anos, eu fiz um curso até de informática, comecei. Mas, nossa, era tudo muito novo, eu não conhecia nada, então os computadores eram imensos. E hoje já não. Ela com dez anos, os computadores são, né, coisas muito simples, quase todo mundo tem. Celular, ela tem um celular que é...né. Meu primeiro celular eu tive quando eu estava na oitava série, eu tinha quinze anos. Eu tive meu primeiro celular e era um baita tijolo, só tinha eh branco e preto com com com um visor laranja, então não tinha nada disso de câmera, né? Bluetooth, eme pê três, que você faz o que você quiser. E ela e ela tem um celular assim hoje, com dez anos. Então mudou muita coisa. Acesso à internet. Eu fui na escolinha lá hoje, não, um mês atrás. Fui na escolinha, cinco anos. Ah, tio, tem esse vídeo aí lá para mim colocar no meu or cu ti, não sei o quê. Falei, nossa, né? <laughs> Pessoal, mudou muita coisa. Então você vai vendo aqui, mesmo por pouco tempo, Teve muitas mudanças, né, e eu estava comentando isso com ele hoje. Acho que é até por isso que eles não... Para mim foi muito bom eh... Até as correções do meu pai ou apanhar também por alguma coisa. Para mim, eu acho que na hora você não gosta mesmo, né, mas depois você vê que eh valeu a pena tudo o que você passou. Eu ter me esforçado em casa, ter feito as coisas em casa, não não ter feito corpo mole e tal. Muita experiência, né, de organização, assim, você vai tirando, né? Você é mais organizado com as suas coisas, você vai tirando disso aí. E leva para vida inteira, né? As coisas que você aprende, você guarda e ninguém tira de você e você carrega, né?
Deixa eu te perguntar agora da mudança, de quando você saiu daqui de de Barueri.
É a parte que eu tenho mais eh mais coisas acho que para contar, né, e que mudou muito a minha vida, né. É...

E, assim, eh... era uma vida que, assim, eu vi meu pai conquistando as coisas e tal, era uma vida, eh... assim, normal, assim que eu digo, que não mudou nada, assim, desde quando eu nasci até a hora que mudou as coisas que meu pai conquistou e tal, né, a nossa situação de vida mudou, né, eram boas, assim, né, não tinha o que reclamar. Só que daí, como eu não tinha muita consciência disso, então eu morava naquela casa, poxa, mas eu moro nessa casa, eu não tinha muita consciência do que era morar naquela casa, né, por ser grande, por meu pai ter um carro bom, na época tinha um carro quase novo, e eu não tinha muita consciência, também eu não ligava muito para as coisas materiais, nunca liguei muito e... Só que daí você não tem muita consciência, né, quando você já cresce com aquilo, aquilo é normal. Aí a gente teve que mudar. Eh... O que aconteceu? A gente mudou, só que daí eu já já entendia as coisas, né. Então a gente mudou, saiu daquela casona grande e foi morar numa casa menor. Meu pai não tinha carro porque deu carro de entrada na casa, então a gente não tinha carro, né, comemeu pai não tinha emprego, então foi uma época que a gente passou por algumas Nunca faltou nada, graças a Deus, nunca faltou nada em casa, né, nunca teve o que comer, eh, assim, nunca faltou o que comer, mas passamos por dificuldades, né, coisas que hoje a gente tem e naquela época nem imaginava, né. Assim, eu já entendia, então eu via que estava Até eu gostava, né, porque eu sempre fui bem simples. Então, quando eu chegava da escola, né, logo quando a gente mudou, eu chegava da escola e tinha, eu eu que fazia a minha comida. Eu pegava arroz, feijão e ovo, e um tomate. E eu fazia a mistura lá, eu mesmo fazia, eu comia, né. Então, muito tempo eu fiz isso. Durante um ano, um ano e pouco, eu fazia a mesma coisa. E eu gostava, né? Mas eu via que era diferente da vida que a gente tinha aqui. Era diferente porque meu pai não tinha emprego, né? Estava começando de novo. Então eu vi começar de novo. Então foi legal esse ponto de começar de novo. Então a gente, aí Nessa época meu pai comprou uma perua. Meu pai teve bastante carro quando a gente morava aqui. O último foi um Monza, eh que ele deu entrada na casa. Só que eu lembro pouco, né Por por não entender muito, eu lembro pouco. Lá não. Lá Eu já lembro bastante. Ele comprou uma perua, né, <laughs> batia tudo. A perua até que Era boa, só que estava faltando algumas coisinhas e batia e tal. E... A gente viajou bastante para cá, né, com ela. A gente pescava lá, né, na época que meu pai não trabalhava. E para não ficar em casa e tal ele ia para o rio lá, tem o rio Piracicaba, e pescava, pegava muito peixe, né. <coughs> E pescava, a gente colocava, num punha num balde, cheio de água, um tamborzão, trazia os peixes tudo para cá, ainda chegava aqui e ainda tem alguns que estavam vivos até. E lá, aí começou. Ele tinha que trabalhar de pedreiro, como ele trabalhava de pedreiro, né? Eh... Ele começou a trabalhar, a fazer alguns bicos. E... e a dificuldade, né. Aí assolava. Foi dificuldade e tal, né? Depois ele fazia os bicos e... A esperança de conseguir um trabalho onde ele trabalha hoje, né? Porque eu tinha um primo meu, a gente foi para lá porque tinha um primo meu que morava lá. É o primo dele, né? Que morava lá, que mora lá até hoje.

Foi considerada agora uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A melhor empresa para se trabalhar. Então, eh ele tinha vontade de trabalhar lá. Aí ele fez um curso de soldador, mas a gente passou um ano e pouco, quase dois anos, e ele não tinha conseguido nada lá. Então ele foi trabalhando de pedreiro e tal. Aí, depois ele trocou o carro, comprou um Fusca, né? Ficou com o Fusca, então eh... Eu lembro quando ele trocou esse Fusca com um Monza. Um Monza, assim, modelo antigo ainda. Nossa, que felicidade, né? Que trocou o carro, não sei o quê. E aí você vai vendo que vai conseguindo de novo as coisas. E... Aí tinha a casa que a gente morava, ele pagava, né? Pagava... Era financiado, então pagava. E tinha um aluguel aqui, até a gente teve uns problemas com o aluguel quando alugou a casa, o cara que alugou não começou a pagar, né. E a gente dependia para pagar a outra, senão como a gente pagava a outra? Não pagava daí. Ele não pagava e quando meu pai falou para ele sair, os materiais, tem uma parte sem terminar ainda aqui, mas o material todo comprado, piso, janela, porta, tudo de alumínio, assim E é caro, foi caro quando ele pagou na época, foi muito caro. Ele já tinha descido tudo, as coisas, e colocado no salão para ele levar embora. Então eh, aí quando meu avô foi lá, né, viu que ele ia fazer isso, não deixou, mas ele deu muita dor de cabeça. E para completar ainda lá, eh... a gente ficou um tempo nessa casa, um ano e pouco nessa casa aí, e surgiu uma proposta para trocar em uma outra, que era muito maior, só que a mulher estava devendo muito, né. E... daí ela ela pegou e falou, não, vamos trocar então, eu quero essa daí, e o terreno é muito grande, é que eu moro hoje, o terreno era dez por vinte e cinco, era um lote inteiro. E ela estava vendendo por dezoito mil. Hoje, não, assim, a casa Hoje o terreno lá, num lote inteiro, vale sessenta mil no mínimo Você acha. Então ela estava vendendo por dezoito com uma casa já a tal Dezoito mil, estava praticamente dando, né? Porque tinha alguns impostos. Aí meu pai pegou e conseguiu trocar. Da casa, depois de um tempo, apareceu um cara falando que era dono da outra casa, lá para para mulher. Aí meu pai falou, pronto, eu era dono e apareceu outro dono, e agora como que faz, né? Aí o cara, na verdade, o cara que vendeu para gente a primeira casa, ele tinha vendido para uma outra pessoa antes. E daí a pessoa tinha dado como parte de uma dívida, sete mil reais. E nessa época meu pai já tinha conseguido eh, já trabalhou um tempo como pedreiro e tal, depois a firma chamou para trabalhar como soldador. Aí ele começou a trabalhar, já tinha conseguido trabalhar, estava trabalhando lá, né, tinha comprado...

E se ele quisesse ir lá e passar a casa no nome dele, a gente perdia. Tentamos ir na polícia para ver o que poderia fazer com o cara lá, não dá para fazer nada. Perante a lei, o contrato de gaveta é ilegal.

Meu pai falou, o que eu posso fazer agora? Posso te pagar a dívida dele? Aí ele falou, ah, pode. Meu pai tinha dois carros nessa época, um Santana e tinha ainda o Monza lá. Na verdade tinha um Palio que ele tinha trocado. E pegou esse Santana, valia uns sete mil reais e teve que dar para o cara. Deu para ele assim e perdemos sete mil reais. Já tinha pagado a casa, pagamos duas vezes. Mas o pai falou que ia fazer o quê? Aí passou no nome do meu pai, né, meu pai passou no nome da mulher lá, aí ficou certo essa parte. O cara tá lá ainda, até hoje eu vejo ele no bairro, mas vai fazer o quê? Vai fazer justiça com as próprias mãos? Não pode, né. Fazer justiça do modo certo não dá. Perdemos. Eh... Daí, meu pai pegou, nessa época ele tinha um um carro, um outro carro que ficou, ele falou para não ter problema, já vou lá. E vendeu esse carro, refinanciou outro e quitou a casa, né. Foi lá e quitou a casa. Aqui a gente mora hoje, então hoje graças a Deus a gente tem essas duas casas. Então já estão todas no nome do meu pai, já no eh Até agora antes de ontem ele pagou o último imposto que tinha atrasado da mulher. Ficou cinco anos pagando, terminou. Então, pronto, hoje a gente pode dizer que... E hoje, né, ele pagou dezoito, hoje vale, do jeito que a gente mexeu e tal, hoje vale quase uns duzentos mil a casa. Então, né, assim, a gente chegou lá sem nada, praticamente, e a gente tem dois carros, né, tem a casa, então eu vi tudo crescendo e tudo, eu fui entendendo, né, eu vi e entendendo. Aqui aqui eu vi, mas não entendia muito ainda, por ser criança. Mas lá eu vi e entendi as coisas, né. E E graças a Deus ele começou a trabalhar nessa firma, né No começo estava todo vapor. Assim, a máquina custa muito caro. Né, para você ter uma ideia, uma máquina lá custa um milhão e meio de reais. E teve época que ele fazia quase dez máquinas por dia. muita coisa assim, eu trabalhava de sábado, domingo, né, então começou a ganhar bem até e aí a gente foi conseguindo eh fazer as coisas, trocava de carro e daí eh fomos conseguindo as coisas assim.

Eu participei do Grêmio Estudantil, do Movimento Estudantil, né, e eu assim

Você vê que nada é por acaso e tudo o que você faz, um dia você vai utilizar. Então, eh quando eu me mudei para cá, comecei a estudar numa escola lá, na sexta série.

Ele, assim, no primeiro ano, eu sentava na sexta série e entrei lá e não conheci ninguém. Era um sistema de ensino diferente daqui. E... Estudava de manhã, chegava tarde, fazia a comida lá daquele jeito que eu falei e cuidava dos meus irmãos. E, assim, no começo fiz amizade com um pessoalzinho que não era do jeito que eu era <laughs> Eles eram diferentes, mas foram os únicos que eu consegui fazer amizade assim, né. Aí fiz amizade com eles e tal. Aí depois eu conheci esse esse meu amigo, que é amigo até hoje. E ele era da mesma igreja que eu, então foi propiciando as coisas. Aí comecei a andar junto com ele e tal. Ficamos desde da da o final da sexta série até o terceiro colegial. E até hoje, né, eu tenho contato, a gente brincava, né, e até a gente tinha uma história de ter o nosso negócio próprio, né, eu e ele. Então era dupla e a gente nunca se separava. até o pessoal chamava, a gente brincava demais, a gente sempre fazia tudo, a lição era eh como a gente brincava muito, os professores, eh e a gente fazia as lições, os professores davam muito valor, porque mesmo você brincando tal, descontraindo a aula, você fazia tudo a lição e tirava só nota boa, <laughs> então dava muito valor. Aí o pessoal chamava de o idi e o ota <laughs> Daí <laughs> tinha os ãh os apelidos que o pessoal arrumava, ou a gente mesmo arrumava para zoar. E... A gente sempre foi assim, bem popular. Ficava bem, brincando bastante com o pessoal. Onde um ia, o outro estava junto. No futebol, ah, os dois não podem ficar no mesmo time, porque senão eles fazem na tabela e faz muito gol, então não dá certo os dois ficarem no mesmo time. E aí até gerava alguns conflitos, né, por causa disso. Mas era muito bacana, a gente inventava as brincadeiras ih... na classe, e a gente que inventava as brincadeiras. Daí depois até o pessoal eh no no terceiro colegial, não, no primeiro colegial, A gente passou a oitava série à noite e estudava junto. No primeiro colegial separaram as classes. Separaram a minha classe e a outra. Juntaram as duas e separaram eh Daí ficou tudo mesclado. Daí ele ficou numa classe e eu fiquei em outra. Mesmo assim, a gente continuava brincando e zoando. Daí, a partir disso, da amizade que eu fiz com ele, a gente depois teve a ideia de montar o Grêmio na escola. A gente montou uma chapa, né, concorreu, acho que era na oitava série, não, na sétima série. Fez uma chapa do Grêmio, ganhamos, né, eu era o presidente do Grêmio. Daí que a gente brincava mais ainda. Teve uma época que a gente ficou na escola fazendo e-mail para garotada, né, e nossa... Ia lá de manhã, não tinha muita coisa para fazer, né, ia de manhã e ficava a manhã inteira só fazendo e-mail para pessoal. Fizemos alguns projetos na escola, era muito difícil trabalhar ainda, eu acho que é ainda por conta da diretoria, que muitos grêmios enfrentam o mesmo problema com os diretores. A gente tinha reunião dos gremistas lá e era o mesmo problema. Ia em reunião dos dos gremistas, ia nas passeatas, né. Foi uma época que eu me dediquei à escola e me dediquei a isso também. E ele junto também. E me dediquei muito assim, né Fazia os projetos e participava das das aulas, né.

Então, você ia lá e dava para participar de bastante coisa. Então, ajudei, consegui ajudar bastante em algumas coisas, na escola mesmo, né, eh... foi Essa parte foi muito bacana. E aí me dediquei a isso, né? E depois eu, assim, no primeiro colegial, da oitava para o primeiro, teve as inscrições para Guarda Mirim. Também outra coisa que quase que eu perdi, só que não perdi. <laughs> Eh... Eu estava na igreja e daí me falaram que que ia, estava tendo a inscrição e era a última semana para nascidos Nossa, <laughs> eu falei, não, é para mim então, quase que eu perco, eu não sabia, ia passar e eu ia perder. Mas eu, na última hora lá, fiquei sabendo, fui, fiz a inscrição. E um pouquinho antes eu entrei no Senai também, e foi uma coisa por Deus também, porque eh... era sexta-feira. Não, era um dia da semana, se eu não me engano, era uma quinta-feira. A inscrição era no outro dia, na sexta, só que o pessoal, como eram poucas vagas, o pessoal fazia fila lá, desde a quinta-feira à noite. E na quinta-feira à noite eu fiquei sabendo na escola que o pessoal fazia fila. Eu falei, pronto, perdi, né? Aí, cheguei em casa, falei para minha mãe que eu ia lá fazer, ela falou, não, não vai ter nem ônibus para você ir, eram onze horas, não ia ter ônibus até chegar lá, né, no Senai Eu falei, nossa, e agora, né? Ela falou, ah, seja o que Deus quiser, então, né, se for para... Eu fazer, eu vou fazer. Aí, no outro dia, né, eu orei e tal, fiz a minha oração, no outro dia eu levantei e liguei lá, a mulher falou, ó, a gente tá fazendo inscrição, mas a fila já deu volta no quarteirão, então eu falei, pronto, né? Tinha dois cursos, eletricista de automobilístico e eh...mecânico. Falei, nem adianta, tinha eh sessenta vagas, acho. Já estava dando volta, o pessoal estava lá desde ontem. Falei, nossa, nem adianta. Aí, deu umas dez horas, assim, bateu a vontade e falei, vou lá. Saber eu vou lá e vou lá agora. A minha irmã estava em casa. E eu falei, ó, você fica aqui. Meu pai trabalhava à noite e eu trabalhava lá na caterpillar. Falei, você fica aqui, né, não sai que eu vou lá. Ela falou, mas o que você vai fazer lá? Não sei, eu vou lá. E fui <laughs> Não sei como, eu fui, cheguei lá e falei, aí eu olhei assim de longe e já dava para ver, não tinha fila nenhuma. Tinha fila do pessoal, era meio-dia, quase meio-dia, tinha fila do pessoal que ia fazer no outro dia já. Então o pessoal já tava acampando lá. Aí eu entrei lá, já nem tinha uma esperança. Falei, ó, eu queria fazer uma inscrição e tal, mas acho que nem tem mais vaga. Daí ela falou, mas para que que é? Falei, para eletricista de automobilística. Ela falou, nossa, você tem sorte mesmo, porque tem uma vaga só <laughs> Eu falei, nossa, então é a minha essa vaga. Liguei em casa, falei para meu pai, ó, vem aqui rapidinho, porque precisa fazer a inscrição. Se chegar mais alguém aqui, eu perco a vaga. Aí ele veio, fiz a inscrição, eletricista de automobilística, tinha quinze, dezesseis anos, quase dezesseis anos, não tinha noção nenhuma, né? E comecei a estudar, pessoal que já tinha noção e tal, já mexia com isso, estava fazendo curso por causa da empresa. Falei, nossa, né? Levou a ser um pior aluno aqui. Aí não, aí estudei, estudei, estudei. Na primeira prova eu tirei E foi uma das notas mais altas. E depois as outras eu tirei cem, dez, dez.

Nas duas últimas eu tirei Então... Foi as duas notas. Sempre nas provas eu sempre tirei... Até tinha um colega meu né que Na primeira, ele tirou nove e meio também, aí eu falei, nossa, ai começou Mesmo ele sem saber, eu comecei a competir com ele. Falei, vou tirar uma nota boa, não posso tirar uma nota ruim. Nas outras duas, eu tirei cem e ele tirou... Teve uma que ele não conseguiu tirar cem, tirou nove vírgula sete, alguma coisa assim. Falei, nossa, consegui. O meu objetivo é conseguir. Eu sempre gostei muito de me dedicar. nas coisas que eu faço e eu quero ser bom naquilo mesmo. E era eletricista, não tinha noção nenhuma, mas eu queria ser bom e consegui. Pelo menos as minhas notas foram ótimas assim e... eh... assim Depois eu logo entrei na guarda, né, fiz a inscrição daquele jeito, fiquei sabendo na hora e fui lá, fiz a inscrição. Corri um grande risco de eu não passar.

Não entra porque tem um negócio sócio-econômico, né? Então, é para população mais carente.

não deixava trabalhar, não deixava entrar. Aí fui lá e acho que foi por Deus mesmo, não tem outra explicação, consegui entrar. Entrei e tinha os supervisores e tal né Falei, não, quero ser supervisor, quero me destacar aqui, não é Se não for para ser bom, né, não vou entrar. Então, eu vou entrar para para ser bom. E entrei com esses objetivos mesmo. Então, eu já trabalhava em casa e ficava agoniado para sair trabalhar fora, né. Até porque me desentendi algumas vezes com meu pai por causa de de não trabalhar. Né, e ele falava, então ele sempre falava ah que eu trabalhei sempre desde pequeno e tal. E, <coughs> às vezes, a criança queria brincar, né Eu trabalhei desde pequeno, mas não podia trabalhar. Se eu pudesse trabalhar na idade, eu trabalharia, sem sombra de dúvidas. E aí, quando eu vi que eu já podia sair para trabalhar, eu falei, não, é agora, eu vou sair porque eu não estou aguentando mais ficar em casa. E até um pouquinho antes de de de sair para trabalhar, assim, uns cinco meses antes, que eu só entrava no final do ano, e eu fiz a inscrição no começo e fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado no começo do ano. Foram várias etapas seletivas e cada um que ia lá, nossa, passei, né? Passei, passei. Até chegou a última, falei, fui aprovado, né? Tem o comprovantinho de de aprovação até hoje lá, <laughs> está todo velho, né? Molhou e tal, mas está lá até hoje. É... Inscrição trezentos e cinquenta, né? Fiz inscrição, consegui passar e fiquei sabendo que tinha sido aprovado no começo do ano só para entrar no final. Aí esse tempo que eu fiquei sem trabalhar e tal, fazia as coisas em casa, mas chegava tarde, assim, não tinha nada que fazer. Aí pegava a minha bicicleta e saía. Lá perto de onde eu moro tem um bairro que é só chácara. Então não tem movimento nenhum e é bem calmo, assim, parece um condomínio. Aí eu saía e ia para lá. Daí tinha um monte de ruas que eu não conhecia. Aí eu ia andando, assim, nas ruas, né? Eu gostei, assim... Gosto de fazer isso, né? O desconhecido, assim. Para mim é legal você eh ir num lugar que você não conhece e sair andando, assim. Sempre gostei de fazer isso. Não sei o porquê, mas eu gostava e gosto ainda. E fui andando, andando lá e parava debaixo das árvores, ficava para não ficar estressado, né. E até eu entrar eu fazia isso, nas nas minhas tardes assim, né? Ficava refletindo, né? Pensando o que eu ia fazer. E nem tinha começado a trabalhar, já pensava o que ia fazer com o dinheiro, né? <laughs> Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas nada do que eu pensei, eu fiz. Uma coisa só que eu pensei na época, eu fiz. <laughs> Você acha que vai ganhar tal dinheiro, vai sobrar muito, vai fazer um monte de coisa. Na verdade, não dá, né. Mas pelo menos uma coisa do que eu tinha pensado, eu fiz. Eh... Que era comprar um computador, um computador bem avançado e tal. Eu comecei a trabalhar e consegui comprar. Tenho ele até hoje. Apesar de faz dois anos, três anos que eu trabalho e Comecei lá na na guarda. e me dedicar no estudo também. E lá eu fiz o treinamento, três meses, e depois eh tinha já uma competição já no treinamento, porque eu conseguia me destacar, né. E por por já ter esse objetivo desde que eu entrei. Então eu entrei e já falei, não, eu quero me destacar nesse negócio. Eu quero ser bom e quero ser o melhor, né. Quero ser o melhor de mim. Não assim, o melhor foi até o que eu falei na entrevista lá. Eh... eu quero ser o melhor Sim, mas eu quero ser o melhor de mim. O que eu puder dar de melhor, o que eu puder fazer de melhor, se for para mim ser o melhor, eu vou ser, mas eu quero ser o melhor de mim, né? E daí conseguia me destacar, né? E o pessoal via isso, então surgia alguns conflitos, né? Achavam que você tava querendo se aparecer e tal, mas não é. Eu sempre gostei de participar nas aulas, assim, e tinha as aulas de início, né? E eu participava bastante. Aí eh até tinha uma parte assim que a psicóloga que dava aula também, eu sempre respondia, sempre respondia, sempre respondia. Aí ela começou a parecer que, depois um colega meu que tinha no treinamento, ele começou a trabalhar na sede, na administrativa da guarda. E daí eu peguei e fiquei sozinho. Então ele que andava junto comigo, eu conversava com ele, pronto, fiquei sozinho. E os outros não gostavam muito, não tinham muita afinidade, porque você se destacava e o pessoal achava que você estava querendo ser diferente. Eu queria ser diferente mesmo, mas não nesse sentido, né? De não ter amigo, nada assim, não era isso. E daí a psicóloga começou a meio que não falava nada comigo e eu comecei meio a se sentir excluído, né? E até... eu tinha essa dúvida até hoje, até um tempo atrás, que eu conversei com ela depois de muito tempo, né? Mas eu falei, nossa, ela nunca mais falou nada, né? E eu também não ia lá. Eu vou lá perguntar? Eu não, eu fico aqui. Aí outro dia, agora eu já trabalho lá, agora sou funcionário, né, tal. Agora a gente tem muita intimidade em conversa e tal. E eu tinha intimidade para perguntar isso agora.

Não, por quê? Porque eu senti que de uma hora para outra você parou de falar, parou de perguntar as coisas para mim e tal. Ela falou, não, sabe o quê? É uma técnica isso, né. É... Porque você vê que o foco fica muito naquele aluno. Então, eu precisava tirar o foco de você. Então, eu tirei. Daí, por isso que eu se sentia... Falei, nossa, que alívio, né? <laughs> Achei que você tinha alguma coisa contra mim, né? Né, sei lá, achei que eu tinha feito alguma coisa errado. Falou, não, é porque eu tinha que tirar o foco mesmo, né? Porque senão os outros se sentem mal. Aí, por isso que eu fiz aquilo. Aí, depois de dois anos, que eu fiz saber o que que era, né? Que ela tinha... Por que que ela tinha feito aquilo. Daí passou o treinamento, né, depois de um mês e pouco, em dois mil e sete, eh eu comecei a trabalhar. Até na hora da entrevista, como tinha esse negócio de competição, o pessoal não era explícito, né, mas tinha. Aí o pessoal, eu, surgiu essa entrevista na sede também, na sede administrativa da guarda, onde o meu colega trabalhava, eu falei, nossa, eu vou fazer entrevista lá então. Aí ela chegou, anunciou, falou, tem a entrevista, né, lá, e ninguém se manifestou. Ela falou, alguém quer participar? Ninguém se manifestou. Eu falei, eu vou participar. Daí, se ele vai, também vou, se ele vai, também vou. Daí foi um monte, né? Daí, eu falei, não, tem que passar. Fui fazer a primeira entrevista, na verdade, só fiz uma até hoje, né? Fui lá, mas era a primeira, né? Nunca tinha feito nenhuma entrevista, nada. Aí fiz a primeira entrevista de emprego, né? Passei, tinha três pessoas entrevistando, um é o meu gerente, que é o meu gerente hoje, na época ele era subgerente, o presidente da entidade e a psicóloga. Nossa, daí fiz a entrevista, daí depois, no outro dia, já fiquei sabendo que fui aprovado. Falei, nossa, que alívio, né? E comecei a trabalhar lá. Eh... <coughs> Depois, ficava sempre naquela expectativa de ser supervisor, porque lá tem o supervisor disciplinar, né? e... E, nossa, era um hiper mega cargo, né? Para quem era o guardinha, né? Fiquei sendo o guardinha, era o supervisor. Nossa, eu queria ser supervisor, de um jeito ou de outro eu queria ser. E fui fui batalhando lá. Antes de ser supervisor, tinha uma coisa que eu nem imaginava. Ser, e eu fui. Daí, me chamaram e comecei a participar do Centro Cívico. É um órgão que organiza a parte cultural e recreativa lá, dos adolescentes. E luta pelos direitos e defende os direitos e luta pelos deveres dos adolescentes. E comecei a participar. Logo que eu entrei para trabalhar, também comecei a participar do Centro Cívico, né. E fui secretário. No meio do ano que eu estava participando, o atual presidente ia sair, e me chamaram para participar, dizendo que eu estava sendo indicado pela diretoria. E tal para participar, você aceita ser o presidente? Eu nem imaginava, mas claro que eu aceito. presidente do estudantil, Presidente lá do Centro Cívico. E depois, logo um pouco depois, fui promovido para Supervisor também. Então, né, cheguei, assim, ao lugar que, fala, nossa, ele já conquistou, né, tudo. Só que no meu serviço ainda eu fazia umas funções meio básicas, assim, e eu estava meio insatisfeito. Mas tudo acontece, né, do jeito que eu te falei. Aí eu falei, não, acho que eu vou sair daqui. Falei, ó, já fiz, eu fazia arquivo e serviço de banco. Falei, ó, acho que aqui já não tem mais o que eu aprender. E esse meu colega, que trabalhava lá, que começou a trabalhar um pouco antes, fazia um monte de coisa. Aí eu falava, não, ele faz um monte de coisa, não consigo também fazer nada, ninguém passa nada para mim fazer, eu vou sair. Aí eu decidi que ia sair, ele falou, também vou sair, porque eu acho que não tem nada, mas eu ficava pensando, né, ele acha que não tem nada, ele faz tudo isso, acha que não tem nada, aí eu faço só isso e, mas eu estou certo, ele está errado, eu acho. Mas tudo bem, ele quer sair, né? Aí falei não. E eu fui meio atrevido assim e começava a fazer as coisas. Eu falava, ó, você me explica como faz isso porque um dia vai dar cagada, você vai sair daí, assim, sair por algum motivo e não vai ter eh como você vir fazer e eu vou ter que fazer. Então me explica. Não, nunca me explicava. Chegou um dia que aconteceu lá de um contrato eh, ter que fazer as pressas lá, aí quem fez? Daí eu falei, ah, está vendo? Você não me explicou, mas eu aprendi sozinho, né. Aí conseguir aprender isso aí foi uma coisa básica. Eu faço até hoje, mas hoje mudou muita coisa da época, né. E... daí fiz. Foi a primeira coisa assim dele que ele fazia que eu fiz. Eu senti que eu não fazia muita coisa. Né, não tinha mais o que aprender. <coughs> Na minha função ali não tinha. Até voltando um pouco, o primeiro serviço que eu fiz foi um serviço de banco, serviço externo. Né, o gerente, ele não lembra, eu lembra. Mas eu lembro. Falou, ó, esse aqui é o primeiro serviço que você vai fazer e você nunca mais vai esquecer. Falei, opa, pode deixar. Daí tinha Daí andava com um bloquinho no bolso, né, caneta, primeira coisa. Tirei o bloquinho e já anotei lá o que eu ia fazer e tal. Fiz, nunca mais esqueci. E fazia só serviço de banco, né, e serviço externo. Sempre me dediquei, mesmo fazendo só isso, eu fazia as coisas mesmo. Serviço de banco eu ia fazer, montei um sisteminha lá que eu colocava tudo que eu ia fazer, tudo que eu estava levando, marcava o tanto de minutos que eu gastava fazendo o negócio. <laughs> Mesmo fazendo só isso, né, ainda fazia bem. E... No Centro Cívico, a gente comecei a trabalhar lá também. Começamos a fazer muitas coisas. Assim, a primeira coisa que a gente fez que deu um impacto, assim, porque eu precisava precisava saber que estava meio caído. O pessoal falava que estava meio caído. e tal, você precisa Então, era uma tarefa, assim, para mim, que tava começando, era meio difícil, mas conseguimos, ergui o nome, assim, reformamos uma sala que tem uma sala de jogos. A gente fez uma reforma inteira, desenhamos um brasão gigante lá com a minha gestão, no no o nome da gestão, né? E aí foi indo. Aí fizemos um monte de festas, né? Uma atrás da outra, cada mês tinha uma. E daí foi crescendo, o pessoal foi vendo que estava ativo mesmo, né. Foi uma parte que eu gostei de pegar assim do do zero praticamente e conseguir retomar e retomar uma forma bem... fazer bastante coisa mesmo e... Só que daí eu falei ó, no final de dois mil e sete, eu falei não, aqui não está dando porque tudo que eu já, tudo o que eu faço eu já sei fazer e, assim, eu quero aprender, porque é aprendiz, né, de assistência administrativo. Então, estou aprendendo um monte de coisa no curso. Por que eu não posso aprender aqui? Quero aprender, só que aqui eu não vou ter mais o que aprender. Na função que eu estou fazendo, se não mudarem nada, eu não vou ter mais o que aprender. Aí eu peguei e falei, não, então eu vou sair. Aí ele falou, eu vou sair também. Só que daí, como ele era um pouco mais velho que eu, aí encaminharam ele primeiro, né, para fazer entrevista em outra empresa. E aí elas falaram, ó, então, eu queria sair rápido, só que daí o pessoal não dava prazo, né? Falou, não, você vai ter que ficar aqui até terminar tal... Tava tendo um outro treinamento para repor, né? Eu falei, ah, está bom, fico esperando. E ele foi primeiro. Ele foi, quando ele saiu, aí quem assumiu as coisas dele foi eu. Aí eu falei, opa, calma aí, agora eu estou <laughs> vendo que o negócio mudou, a situação, né? Agora eu acho que eu vou começar a aprender um pouco mais. E justamente, ele fazia a parte de estoque, fazia os horários, os apontamentos e os contratos. Aí eu falei, opa, calma aí, então eu vou aprender um pouco mais. Chegou na época de sair, aí eu falei, ó, não quero mais sair. Aí eu vi que o que eu estava aprendendo, agora eu passei a aprender muito mais., né. O que ele fazia, eu não fazia. Então agora eu aprendi o que ele faz e estou aprendendo ainda. Então, aí eu chamei o gerente, a psicóloga e falei, ó, não quero mais sair. Até porque o presidente do Centro Cívico tinha que ficar na sede, porque são muitas coisas para fazer do Centro Cívico e tinha que estar na sede da guarda, porque se você está em uma outra empresa que é conveniada, eles não te dão mobilidade para fazer as coisas. Então, você tinha que estar lá. Eu falei, ó, por causa disso e porque eu agora estou aprendendo. Estou aprendendo outras coisas. Então, eu quero ficar, eh, se vocês permitirem e tal. Não, então, a gente... Foi tudo ó o que aconteceu. Ele saiu primeiro, teve que sair primeiro, ele entrou primeiro. Fiquei triste, mas ele saiu primeiro. Né, coisa que me deu a oportunidade de conhecer outras coisas lá dentro. Nada aconteceu por acaso, né. Tudo foi para se encaixar. Continuei estudando, então eu estudava um curso lá do deles, né, de manhã, trabalhava e estudava à noite. O curso do Senai eu já tinha terminado, né, quando eu entrei na guarda eu tinha terminado o curso do Senai. E aí... aí o que aconteceu? Eu trabalhando ali com aquelas coisas, em dois mil e oito, no começo de dois mil e oito, o nosso escritório de contabilidade é terceiro. Falei, não, eh... eu e a outra, a que trabalha de assistente contábil, falou, vamos montar um projeto de de um um contador aqui dentro.

Aí começamos a montar um projeto. Fizemos um projeto, assim, bem legal, assim, que dava para reduzir custo, reduzir um monte de coisa lá, tal, né, e contratava mais um funcionário. Aí, a gente fez o projeto e apresentou para o gerente. Não, não vão aceitar tal. Caramba, é um projeto super, né, legal, tal, interessante, dá para reduzir um monte de custo. Não vai aceitar tal Ah, não, porque a gente não tem muito espaço. Não, a gente fez até a metragem das mesas, onde quer colocar o funcionário, a gente fez tudo. Não, não dá, não dá. Caramba, né? Bom, está bom, se não dá, não dá, né? Quem sou eu, vou falar alguma coisa. depois eu fiquei sabendo porque não dava, né? Ele já tinha, no começo de dois mil e oito, a minha contratação do final, que eu saía no final de dois mil e oito, minha contratação já estava prevista para ser efetivada. Então, se eles contratassem, eu perdia a minha vaga. Aquela vaga que tinha sobrando era a minha vaga. Então, eles já tinham eh intento de me contratar. Se contratasse outra pessoa ali para aquele projeto, pronto, eu já ia ser Aí eu falei, nossa, aí tá vendo como que as coisas são, né. Aí eh comecei a trabalhar nisso e eu faço isso até hoje, o que eu fazia, né, o que ele fazia, mexia com estoque e tal. Eu faço muito mais coisas hoje, né, mas essas coisas de estoque, horário e tal, ainda faço até hoje. A gente não conseguiu mudar muita coisa, eh ...então eu e o gerente fez outro sistema de eh documentos, então eu mexo com toda a parte de documentos, mexo com compras também, então já comecei a fazer as compras e eh... fico responsável lá pelas pelos pelos documentos. E... então, eu fui trabalhando nisso, eu não sabia. Fui trabalhando em dois mil e oito, trabalhei em dois mil e oito, aí eles fizeram um teste, assim, comigo. Eles saíram O gerente saiu, a contadora saiu, eles são responsáveis pela administração inteira. O gerente é responsável por toda... E eu era guardinha. Aí deixaram eu lá. <laughs> Eu responsável pela administração. Você vai ficar responsável pela administração. Eu vou sair e você vai ficar responsável. Falei, nossa, eu responsável pela administração. Um guardinha, né? Responsável pela administração, como pode? Aí ele saiu. Ficou dois dias e eu fiquei responsável pela administração. E ligava só para dizer como que estava as coisas, mas não para... Não deu nada errado. E era um teste. Eu não sabia, mas era um teste. E foi bom eu ter aprendido as coisas, né? no centro cívico, depois fui promovido para supervisor, era chato mesmo. O pessoal tinha alguma coisa errada, era chato e até agora, um tempo atrás, fiquei sabendo que tinha um menino que tinha medo, assim. O pessoal tem medo, né? Mexe com um pouco a coisa militar. E daí, um dia eu estava chamando a atenção de um menino e esse menino que me contou, ele viu. Aí ele falou, nossa, ele é supervisor hoje, né? Que naquela época ele não era, era um guardinha que estava começando. Eu falei, nossa, aquele dia eu cheguei na empresa, E eu estava cagando de medo de você. <coughs> Falei, nossa, aquele moleque lá, eu cago de medo dele, <laughs> não sei o que. Falei, nossa, você tinha medo de mim? <laughs> Nada a ver. Daí ele falou, tinha, tinha medo. Hoje não, né, tal. Daí eu falei, não, mas não tinha nada a ver. E, nossa, era... eu era chato mesmo. O pessoal fazia alguma coisa errada, opa, já estava em cima, né, e era chato. Fazia para todo mundo ver, corrigia se tivesse que corrigir, corrigia mesmo. Parecia até gente, minha mãe falava. <laughs>

Eu trabalhei até o final de dois mil e oito lá na lá na guarda, assim como guardinha, como aprendiz, né. No final, assim, eles falaram que eu não ia ficar tal, né, e fizeram uma brincadeira, né. No meu aniversário fizeram uma festa. E... o presidente leu uma carta de encaminhamento, sabe? Dizendo que eu ia sair. Eu falei, nossa...né, meu, vou sair, então. Aí arrumei todas as minhas coisas, estava arrumado no dia. Aí o último presente que eu ganhei, tem uniforme, né? O último presente que eu ganhei foi o uniforme, a camisa social, calça social. Aí ele me deu um embrulhado, assim, a gente brincava nos aniversários, embrulhava as coisas com aquele papel, um papel eh... parece jornal, assim, embrulhava, fazia um embrulho assim, tudo feio, assim, entregava, né? Para zoar, né? Aí fizeram, embrulharam nesse mesmo papel assim, entregou, <coughs> daí eu palpei assim. Falei, nossa, deve ser uma camisa e tal, legal, né? Aí já tinha lido a carta e tal. Falei, não. Daí a hora que eu abri, era o uniforme. Falei, nossa, que legal. Daí tem o vídeo lá até hoje. Eh... Abri, era o uniforme. Aí eu falei, nossa, vou ser efetivado, né? E daí eu fui efetivado lá. Aí ele me contou porque que não tinha sido...eh... contratada outra pessoa no lugar.

Então, né, tudo, eu entrei na guarda por um acaso, fiquei sabendo as inscrições, entrei na guarda, como que eu ia imaginar? Nossa, da guarda. entrar num programa desse porte, né, e conseguir.

Falaram, ah, você vai participar desse programa aqui, que vai te ajudar na faculdade. Aí eu falei, ah, está bom. Eh... E como eu já tinha participado de muitas coisas, né, tinha bastante certificado assim, que eu participei das das coisas e ganhando o certificado, aí eles me indicaram. Eram dois para ser indicado. Me indicaram eu e indicaram o outro, que eu já tinha previsão para para fazer uma faculdade de engenharia e de produção, né. E era um dos requisitos também que tinha que ter na parte de engenharia ou exatas. E... como eles sabiam, né, sabiam que eu já tinha isso desde algum tempo, aí eles falaram, não, você vai. Aí reuni toda a minha documentação, né, mandei. para o instituto, eles avaliaram, né, e fui selecionado para a segunda fase e eram Passamos por uma seleção, tinha acho que cinco psicólogos avaliando, mais dois funcionários lá da do instituto. Falei, nossa, eu não vou passar, fica tudo tenso e tal. Saí de lá, estava com dor de cabeça, né, e dor nos ombros e tal. Aí a gente foi entendendo que era um programa que ia ajudar com a parte financeira, né, nos estudos na faculdade. E Nossa, quando que eu ia imaginar que ia estar surgindo uma oportunidade dessa para fazer faculdade através da guarda, né? Quase que eu não consigo entrar. E aí, nisso, eles pediram tudo o que eu tinha feito, né, tudo o que eu tinha participado desde quando eu comecei a estudar. Aí, o que valeu? Tudo o que eu fiz até hoje, né, valeu nessa hora. Nessa hora, eu reuni toda a minha documentação, todos os certificados, todos os certificados de gremista, de curso de gremista, de do movimento estudantil. O coordenador o coordenador de da juventude lá de Piracicaba levou um certificado na minha casa que eu tinha ajudado no movimento estudantil, eu falei, ah, certificado e tal, mas não sei se vai adiantar muita coisa, eu guardei lá. E não sei como também eu fui guardando todos os meus certificados até hoje, assim, não sei, fui guardando por... por guardar mesmo assim. E chegou nessa hora, levei todos os meus certificados, tinha até uma moça lá, falou assim, ó, eu tenho vinte e tantos anos e não tenho esses certificados que você tem, assim, um monte.

Aí peguei toda essa documentação, enviei, foi aí que me valeu por ser selecionado, né. E eles queriam pessoas diferentes, né. Queriam assim que fosse além dos outros, né. E... Eu

Eu fiz curso de assistente administrativo, lá pela guarda, fiz curso de eletricista automobilístico. Então, <laughs> nada a ver uma coisa com a outra, mas eu gosto e eu fiz. E fui bem nos dois, né. E... Graças a Deus fui bem nos dois. Selecionaram, né, os dezenove e os dezenove selecionaram doze. Graças a Deus fui selecionado pelos doze, né. Muitas coisas, desde que eu mudei, mudou muita coisa na minha vida, né. Eh... A gente começou esse programa aí também e foi tudo junto. Eu fui efetivado, comecei nesse programa, então no final de dois mil e dezoito mudou muita coisa. Nessa mudança, meu namoro também, né. Comecei a namorar. Eu conheci a minha namorada, que está aí. Conheci ela em... na quinta série, como eu falei. Nossa, me encantou, né? Ela era pequena, estava me encantou. Falei, nossa, né? Falei, ah, nem adianta muita coisa, né? Ela também parecia que não estava... E eu tinha vergonha, era muito vergonhoso, né?

E achava também que ela já tinha namorado, já estava quase casando <laughs> também, já nem falavam nossa, né? E sempre quando me falavam assim, de...de um amor de infância e tal, eu me lembrava dela, né? Só que assim, nunca falava para ninguém e tal. E num dia de domingo, <laughs> eu já não tava mais namorando, eu namorei, mas não tava mais namorando com ninguém e tal. E foi no final de dois mil e oito também. Né, um dia de domingo, estava em casa, de repente entrei na internet. Nunca entrava na internet. Entrei nesse dia, por acaso, assim, entrei. E tinha um convite lá, no eme ese ene, para me conversar. Aí eu li o nome, assim, não conhecia, adicionei. Quando eu fui ver, era ela. Falei, nossa, depois de tanto tempo. Começamos a conversar ali, tal, em novembro. Começamos a conversar em dezembro, <laughs> dia trinta e um de dezembro de dois mil e oito, no Réveillon, que a gente efetivamente começou a namorar. E foi tudo assim, no final do ano. No final do ano aconteceu tudo, né. Fui efetivado eh, passei nesse... Fiquei sabendo a resposta que tinha sido aprovado, programa Geração Atitude. E comecei a namorar também, com a pessoa que eu já tinha... né... Então, foi tudo aí. Começou tudo. Então, em dois mil e nove, comecei com muitas mudanças. Eh... Aí, comecei a trabalhar lá. Voltando até para para dizer das mudanças, até quando eu era guardinha ainda, eu comecei a dar aula no treinamento, né. Então, um treinamento depois do meu, eu já dava aula no treinamento. Eu era o único guardinha que dava aula no treinamento, né, para os outros guardinhas. Então, outra experiência que me valeu bastante. Você era adolescente, dezesseis anos, e o pessoal de quinze. E você dava aula para o pessoal de quinze sessenta alunos. alunos, e você responsável por sessenta alunos, né. Na hora da sua aula era só você, você era o professor, os alunos e você tinha que dar aula. E dei aula, era o único guardinha tal que dava aula. Nossa, que bacana. Que me valeu muito a experiência, né? Troca de experiência ali e uma das coisas que me ajudou também é a entrar no programa. Eh... Continuei dando aula, continuei trabalhando lá, na na sede e administrativa da guarda. E começamos no programa, né? O programa, nossa, muitos conhecimentos, muita gente nova, a gente conheceu muitas pessoas que eu nem imaginava conhecer. Viagens para São Paulo, né? Todo todo mês quase tinha uma viagem para cá para gente aprender a fazer consultoria. Nossa, coisa que nunca passou na minha cabeça. Assim, eu sempre tive vontade de crescer, crescer muito, que foi o que eu falei. Eu tenho que ser melhor do que os meus pais, muito melhor. Então, eu sempre tive essa vontade e sempre quis fazer isso. E meus caminhos sempre foram para esse sentido. Sempre fiz tantas coisas assim porque um dia eu quero ser, né. E... isso foi se encaixando. Hoje, né, ainda, claro que tem muita coisa para fazer ainda, né. Estou no comecinho ainda. Mas eu já vi que o começo foi diferente, né. Foi, assim, mais até do que eu imaginava. Imaginava que ia ser uma coisa totalmente diferente. Nunca passou na minha mente isso. e... conseguir passar nesse programa. A gente Esse começo desse ano, eh... começamos a vir para cá para ter consultoria, para eh... aprender um pouco mais.
Você estava falando da consultoria do programa. É.
Participamos da da da consultoria, né? Muitas pessoas, assim, importantes, o vice-presidente do Banco Itaú, da rede do Banco Itaú, conversou com a gente, professores, ih... ajudou a ter a visão da faculdade mesmo que eu queria fazer, que já era engenheiro de produção. E foi uma das coisas que ajudou na escolha, ajudaram muito na escolha da minha faculdade mesmo. Lá as minhas responsabilidades na onde eu trabalho aumentaram, né, as responsabilidades no serviço mesmo aumentam bastante, faço outras coisas. Eh... Agora estou começando a fazer o faturamento, faz uns três meses que estou fazendo. Então, estou aprendendo muito, né. E E... agora no final, em agosto, teve uma outra aprovação da do Instituto que iria eh selecionar efetivamente o pessoal que ia receber o aporte financeiro. Eu consegui, graças a Deus, eu consegui ser aprovado, né. A gente fez a apresentação do nosso plano de carreira, elaboramos um plano de carreira e... a gente, eu consegui ser aprovado, né. Apresentamos o plano para o pessoal, para ver se era viável, né, investir nesse plano. Eles acharam que era

Quando que eu ia imaginar participar da reunião gerencial lá deles, né? Participei da reunião gerencial, né? Apresentei o meu plano também, eles falaram, pode estudar, venha trabalhar com a gente. Eh... Assim, falaram que vão me ajudar no que eu precisar, né? E eu vi que tudo que eu fiz, tudo que eu... assim, me dediquei quando eu era criança e depois dos meus estudos, <coughs> desde quando eu comecei eh...foi levando a isso. Então é um quebra-cabeça que foi sendo montado, montado, montado, né, e as peças começaram a se encaixar agora, né. O quebra-cabeça, estava, estava sendo feitos as peças e começaram, começou a se encaixar. Fiquei, assim, né, muito feliz com tudo que aconteceu, não é? E que está acontecendo ainda, né? Está acontecendo, vou começar a faculdade, se Deus quiser, estou fazendo cursinho, vou começar a faculdade.

Quero fazer doutorado, pós-graduação, doutorado, até... né, e vou Vou fazer, né, vou lutando do jeito que eu sempre lutei. Acho que vou conseguir, se Deus quiser. É... nossa, eu estou muito feliz, né? Não imaginava até eu vim aqui contar uma história. há poucos anos, dezoito dezoito anos, né. Tem gente que vem e tal, tem sessenta, setenta Espero, né, <laughs> vir aqui <laughs> quando tiver os meus setenta anos aí, né? Poder falar que que eu contribuí um pouco com a sociedade, né? Eu tenho também vontade de contribuir Por isso até eu dava aulas, né, porque já era um pensamento meu e é ainda. Poder passar algumas coisas minhas que eu aprendi para os outros, né? E ajudar, ajudar as pessoas. Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas. ver, assim, alguma situação e falar, não, eu tenho condições de ir lá e fazer isso para aquela pessoa. Mesmo que seja um, né, se eu ajudar, eu ter condições, né, para isso que eu estou trabalhando, para isso que eu estou estudando. E, como eu disse, eu não sou apegado às coisas materiais, mas... É para isso, né. Para poder falar, não, eu tenho condições de ir lá e te ajudar. Ajudar os, não sei, às vezes você vê, né, situações que cortam o coração e por você já ter passado por alguma situação quase que semelhante, você olha assim e fala, não, aquela pessoa batalha, batalha, batalha, mas ela não consegue por não ter oportunidade. E eu quero mesmo ter essas condições de poder ajudar, de poder ver o próximo crescer, né E que dirá aos meus filhos. Quero ter condições de poder dar para eles uma vida melhor. Muito, muito, muito, muito boa. Para isso que eu fiz tudo isso até hoje. Quero fazer muitas coisas ainda. Continuo participando de das atividades que eu fazia antes no Centro Cívico. Hoje eu sou eh o funcionário conselheiro do Centro Cívico, né. Eh... Todas as atividades da guarda, assim, quando eu era guardinha, terminaram em dois mil e oito, quando se encerrou o contrato de aprendizagem, e daí eu fui efetivo lá. Dentro disso, estou aprendendo de... muita coisa. Estou aprendendo muito, muito, muito mesmo, né. Eh... E continuo, vou continuar. E gosto muito do que eu faço, <laughs> tem que gostar. Sendo diferente, assim, fazendo engenharia de produção eh, por já ter feito mecânico, eletricista, administração, então gosto dessas coisas, de mexer com essas essas <laughs> loucuras assim. Mas é bacana.
Minha última pergunta era qual é o seu sonho. Você falou um pouco,
O meu sonho é isso mesmo, é poder, assim, olhar para trás e ver de onde eu vim, não esquecendo de onde eu vim e do que do que foi me proporcionado, as pessoas que me ajudaram, o que me proporcionaram. e olhar para frente e poder fazer a mesma coisa, ou se não, uma coisa até maior, né. Eh... Poxa, estão me proporcionando fazer uma faculdade, né. Para gente hoje aqui no Brasil, é uma coisa que se você consegue, você tem que batalhar muito. Muitas pessoas eu vejo lá no cursinho, poxa, tem pessoas que se não conseguir passar na faculdade, não vai fazer, né. Então, eh... estão me proporcionando isso hoje. E eu tenho que agarrar, tenho que fazer. E quero fazer, porque lá na frente eu quero retornar isso, né. Para para as outras pessoas, quero retornar isso para a sociedade, para as pessoas que me ajudaram, né, e para as pessoas que precisam de ajuda. Eu sei que vão ser muitas e eu pretendo ajudar. Esse é um sonho que eu tenho. Ser feliz, né, realizar essas coisas no meu lado profissional, no meu lado pessoal. E um dos sonhos era namorar com ela <laughs> e eu namoro, então já está sendo realizado. e no meu lado profissional também, e poder e poder ajudar, ajudar muito mesmo, né. Poder viajar e falar, não fui lá, ajudei aquelas pessoas, né, não aparecendo eu, mas eh... mesmo sem aparecer, eu quero poder ajudar. Esse é um sonho que eu tenho desde quando eu era criança e quero quero poder realizar. Se Deus quiser, eu vou realizar.

Não, acho que, assim, eh... como eu falei, é pouco tempo, né? Até eu falei bastante, né? Mas é pouco tempo, assim, se você for ver, de histórias, assim, é um tempo curto e aconteceu muita coisa, né? Muita coisa, dezoito anos, aconteceu muita coisa. Coisas que eu lembro assim, foi até o que eu disse. Tem algumas coisas que é chato ficar falando porque envolve muitas coisas pessoais, mas eh a minha entrevista eu acho que foi bem agradável porque tem pessoas que eu acho que vocês já conhecem, pessoas que vieram aqui e falaram de histórias tristes e tal. Mas, graças a Deus, até hoje a história tem as partes ruins, mas na maioria das coisas que aconteceram foi tudo muito bom. Está acontecendo ainda, né <laughs> e espero que continue assim.
Está certo, então a gente agradece a entrevista.
Isso, eu que agradeço. <laughs>